Eu tenho que responder. Isso. Você já é pergunta ou não?
é pergunta. a partir daí, a gente começa a entrevista. Tá. Tá ok. Então, eu queria saber o seu nome, o local e a data de nascimento do senhor.
Olha, uhn eu tenho dois nomes. tinha dois nomes, mas a questão é a seguinte. Quando eu nasci lá, perto de de Jaú, numa ci numa cidade chamada Bica de Pedra, que hoje chama-se Itapuí. A

Mas depois que o meu pai faleceu, o meu irmão mais velho, éh para isso que ele era mais velho, né? Para falar essas coisa Falou, agora o papai morreu, o Manoel podia ficar com o nome dele.

Então foi ele quem me fez mudar de nome.

Mas isso deu muito trabalho pelo seguinte, porque naquela época eu estava no segundo ano do ginásio, num ginásio aqui em São Paulo. Eu morava em pensão, porque mi minha família morava lá, né, em Jaú, Jaú não, em Bica de Pedra. Então, eu morava morava aqui e tudo Nós morávamos na Rua da Liberdade cento e e trinta e dois. Ainda ex existe lá um Mas eu estava dizendo que... Que eu que eu tinha dois nomes, não é isso? Então <laughs> Então, como meu pai faleceu, tudo, meu irmão falou... O Manuel pode agora adotar o nome do pai dele. Falei, está muito bem, então mudo, mudei.

O Amaral era da minha mãe. E Isto já criou um caso. Eu estava no segundo ano do ginásio, lá no Oswaldo Cruz. Tinha uns professores lá chamado Colombo de Almeida, Marques da Cruz, tudo.

Ah, o o secretário do do do do da escola, da do ginásio, ele Mas com esse esse cidadão aqui esse está com outro nome? Ele chamava assim ahn. então, fui obrigado a me Mas já estava no Rio de Janeiro, porque naquele tempo toda a vida funcional do estudante era feita através do Ministério da Educação no Rio de Janeiro. Todo o Brasil inteiro mandava para o Rio de Janeiro o o movimento do dos alunos, o nome, tudo, etcetera. Uhn E então eu tive que fazer essa mudança lá no Rio de Janeiro. Aí, o o o diretor do colégio falou assim, você precisa ir ao Rio agora para mudar o nome lá do Ministério da Educação. Eu falei, mas, meu Deus do céu, sou estudante, <laughs> não tenho dinheiro, só tenho dinheiro para pagar pensão. <laughs> ainda vou ter que passear no Rio de Janeiro porque eu nem conheço o Rio. Então, o o esse Colombo de Almeida, por que era um professor de matemática, era era advogado, mas era um bom professor de matemática. Ele falou, não, pode deixar, eu tenho que ir ao Rio vejo o seu caso lá. falei, está muito bem. E com ele, lá. Então ele foi ao Rio, chegou lá. Ele foi no Ministério da Educação e mudou meu nome lá <laughs> <laughs> Você vê que complicação, entende, que... Mas aí

Não pretendo mudar nunca mais, entende? <laughs> Porque é muito complicado. Mas, enfim, estou aí. <laughs>

Quando que o senhor nasceu? data de nascimento do senhor? Ah
A data? Isso.

De mil novecentos e quinze, quer dizer, ando por aí uns noventa e três, noventa e quatro anos, entende? E Fazer um. Eu não posso mudar nada. <laughs> Mas
E o senhor nasceu em Bica de Pedra?

A fazenda ficava uns quilômetros distante da cidade. A cidade era pequena, como ainda é hoje, até ho até hoje. Mas não posso falar mal, porque foi meu bisavô que fundou. Entende? <laughs> Entende que É uma cidade que tenho grandes recordações. Foi lá que eu fiz o o grupo escolar.
E conta para gente essa história da fundação da cidade pelo seu bisavô. que lin, o que que você sabe da fundação da cidade?
Bom, a cidade, propriamente, era era um descampado. era um descampado. Então, vieram de de do sul de Minas, da cidade de Campanha. Agora me lembrei, <laughs> Campanha. Já ouvi falar nessa cidade, Campanha. dessa região de Campanha, vieram veio vieram toda to to as famílias, diversos membros da família, entende? Primos, filhos da, e saíram de lá e vieram vieram comprar terras aqui em Jaú, aqui na região de Jaú, para... ãh para para precisa precisava fazer alguma coisa, né?

Um grupo f foi a dezoito quilômetros de Jaú que aquele tempo era só mata virgem, não tinha nada e lá comprou uma grande gleba de terra. Foram obrigados a derrubar mata virgem, abrir caminho, fazer formar fazenda de café. Você vê o trabalhão que dava, entende? Formar fazenda de café. Não é fácil. Que dava precisava em em num num num jacazinho, você plantava o a, e ainda é assim, planta a semente do café e ali nasce Quando está mais ou menos dessa desse tamanho, também é replantado, vai para outra. <laughs> delicado, né, esse igual éh plantação de café, não é fácil, não. E tudo isso foi feito. para ãh pelos meus pais, tudo, pelos outros parentes que ganharam outras glebas junto, tudo, mas estou falando ex exclusivamente do meu pai e da minha mãe. Então, o meu pai, que tinha vindo de Portugal como construtor, ele era construtor aqui, e então ele virou fa de construtor se tornou fazendeiro, porque A minha mãe é que levava para o casamento aquela gleba de aquela herança que ela ganhou. Da da da da uhn Ganhou do do do bi do avô dela. Ele faleceu e e ela ganhou uma herança dele. Que era essa E ali era o o o outro primo meu, Em falou, então, va vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma cidade. Foi em Jaú, passou no cartório de Jaú, passou ãh um uma uma uma uma uma procuração fez fez a a doação, fez a doação para a formação da cidade. com ruas, tudo, etcetera. significava o seguinte, significou o seguinte que ninguém precisou comprar terra para para morar lá na na cidade, já tinha de graça. Então, aí a cidade veio crescendo, tinha só dois ou três habitantes, passou para vinte, duzentos, tudo. Hoje parece que tem cinco mil, que já é bastante. <laughs> Mas, enfim.
E aí os seus pais construíram a fazenda de São Sebastião? Aí
Aí meu meu pai formou a fazenda. Não foi fácil. mulheres naquele tempo, éh a minha mãe, por exemplo, que que que era de uma família abastada até lá, em Campanha, ela foi obrigada a ajudar meu pai a formar a fazenda, entende?

Tinha tinha os camaradas, aquela coisa toda, etcetera, que almoçavam na na na na na casa da Fazenda. Até a minha mãe cozinhava para eles também. Você vê como que é. Era dura a vida naquela época, entende, para formar uma fazenda. Não era O banco não dava crédito. Não era, o banco não era para isso, entende? Era para outras coisas. Hoje talvez seja, não sei. então, a a a a minha mãe lutou ao lado do meu pai. ia para o cafezal lá para o para para para para inspecionar as terras, como é que o pessoal estava trabalhando. Até minha mãe ficava cozinhando. Cozinhava para o pessoal que estava trabalhando.
E o senhor nasce na própria fazenda?

E o senhor nasceu na própria fazenda?
na própria fazenda. que quando eu nasci, <laughs> estava já não estava não havia mais esse problema todo. Já tinha quarenta casas de. Já tinha estradas que levavam até a cidade, a cidade cresceu. Quer dizer, isto tudo que eu estou contando foi uma foi no século anterior, ali por oitocentos e oitenta, mais ou menos, oitenta, noventa, por aí.

E era mesmo. E como era a Fazenda?
Hã? Como era a Fazenda?
Fazenda? Isso Bom, a Fazenda Era tudo mato, era mataria, mata virgem. foi, meu pai teve que e a minha mãe tiveram que arranjar esses camaradas inicialmente para derrubar o mato. derrubar o mato, depois secar o ãh o perstan o mato derrubado, entende? Punha-se fogo, tudo pa para para ser mais fácil, para limpar o terreno. Porque hoje, por exemplo, Entra um tratorzinho <laughs> dentro da propriedade, arrasta aqueles troncos todos para fora da cidade e pronto. Para fora da da da do terreno. Mas naquela época, não. Não tinha nada disso. Era tudo no muque. En uhn então, para limpar um terreno depois da de de derrubada a mata, para limpar um um terreno, o único jeito era esperar secar para depois pôr fogo. E eu me lembro da, quando eu era moleque, lá na região, a gente via aquelas aquela fumaça longe, entende? Olha, lá estão pondo fogo, preparando o <laughs> solo. Mas era era era era isso, a a labuta, e esse esses que trabalharam para formar a fazenda de café, E hoje todo mundo, meto o pau, toda éh fazendeiro, <laughs> mas naquela época não era assim, não Eles eram respeitados, os fazendeiros, as fazendeiras, tudo, entende? Eram Tinham grande prestígio, en entre todo tan tanto
Mas, enfim... E quando o senhor nasce, a fazenda já está pronta?

Quando o senhor nasceu, a fazenda já estava pronta?
já.
Já estava tudo pronto. E que lembranças você tem dela pronta já? Hein?

Quando você nasce, que lembranças você tem dela pronta? O que você lembra da fazenda quando ela já está pronta, da sua infância?
Quando eu nasci?

Como que ela era? Está tudo O cafe o cafezal já estava dando café, entende? Já estava. Meus pais já estavam colhendo café, despachando café para Nova Iorque. Para Nova Iorque, não para Santos, <laughs> mas em Santos é que. Mas, enfim, eu só vim a conhecer fazenda de Café depois de pronta. Pode por. A a foi o cafezal, aquilo tudo, e a geada, <laughs> quando caía a geada. Quando, nesse tempo de no tempo de frio, lá todos os fazendeiros tremiam de medo da geada, porque em mil novecentos e dezoito, por exemplo, caia uma geada tão grande ne no estado de São Paulo e queimou todos os pés de café. Eu tinha quantos anos? Eu tinha três anos de idade, eu nasci em quinze, isso foi em mil novecentos e dezoito, eu tinha três anos. Mas, uhn enfim, a a a a geada era o terror. Eu me lembro, tinha até uma uma firma es, uma não, um uma umas duas ou to três firmas especializadas em combater a futura geada. chamava-se eles eles ti eles vendiam Quando chegava, assim, duas horas da manhã e que o pessoal percebia, fazendeiro, administrador da fazenda, eu participei muito disso. Estava desconfiado que ia cair geada. E gea gente falava cair geada, mas depois eu fiquei sabendo que a geada não cai, ela se forma. <laughs> Ela não cai na na na folha do café. É a umidade do ar que ãh o frio esfria de tal maneira que então fica que nem gelo. E mata mesmo. mata o cafezal a principalmente. enfim.

tinha uma firma aqui em São Paulo que vendia bomba de fumaça. <laughs> fumaça era esse cilindro. Quando chegava à noite, entende, ali pelas dez, onze horas, meia-noite, e pa passava-se no no alto do do cilindro, tinha duas aberturas de cada lado, uma de cada lado, e passava-se um um esse fio... Como é que chama esse fio de e... Nylon? Ãh? O de fio de nylon? Esse fio para para para fazer estourar bomba, como é que chama? Tem um nome. É um o fio especial para trans transmitir fogo. Então, eles passavam já aquele triângulo e quando chegava uma certa hora, punha na na na na na nas diversos locais da da propriedade, punha-se uhn essas essas bombas de fumaça, como se chamava. quando começava a esfriar mesmo ali pela uma hora da manhã, aí então punha fogo. saía aquela fumaceira que você não queira saber. A fumaça função da fumaça era a seguinte, a fumaça era era quente, né, e ela se espalhava pela propriedade e cobria os pés de café. Então, não havia possibilidade de formar geada, quer dizer, de forma gelo, porque ela essa essa bomba de fumaça conservava o o calor. Mas pas Eu me lembro disso, <laughs> porque eu, inclusive, diversas vezes eu saía de madrugada lá, colocando bomba de <laughs> fumaça aqui e lá, eu e os funcionários das fazendas camaradas, como se dizia. E naquela Dirigir uma fazenda não é brinquedo brinquedo, era não era fácil. <laughs> Bom aí Isso depois, éh quando começava a a a a colher o café uhn, porque o café ãh vem aquela florada, aquela florada em setembro, mais ou menos, todo aquele cafezal ficava branco, mas branco mesmo, porque a flor a florzinha do caf de cada grão café é branca, da sua cor dos seus. E ficava aquela beleza, entende? Tudo branco. E

Era preciso combater, para para começo de <laughs> conversa, era preciso combater primeiramente a geada. A A geada pas passou, passou o tempo de geada tudo, então agora vamos o café é era seco, secado lá no no próprio pé de café, depois vinha para uma para um de terreiro de tin de cimento, de tijolo, de piche, tudo, e ali então o café ainda era mais mais mais queimado ainda, mas Depois, então, colocava-se aquilo num saco e aquilo ia para Santos. luta era com a Estrada de Ferro, que a Estrada de Ferro naquele tempo chamava-se, que passava lá na minha terra, chamava-se Estrada de Ferro Dourodense. Era o nome da Estrada de Ferro. <laughs> E ela a sede dela era a cidade de Dourado, aí perto de de Jaú. Então, o café ia para o para o para o para o levava-se... Mas só que não tinha caminhão como hoje. carroça puxada por burro. Então, todo aquele saco de café iam na carroça puxada por burro. Aquela carroça levava sacos de café até na estação da Estrada de Ferro, uma estrada uma estrada uma estradinha muito pobre, coitada, a Estrada de Ferro Douradense. E ela ligava Jaú, passava pela minha pela minha terra e ia ligar lá, em São Carlos, Então, uhn ali depositava-se os sacos de café. uma briga muito grande entre os os os fazendeiros, porque cada um queria o armazém para ele, o armazém da estrada de ferro. Então, corria muito dinheiro. O o o <laughs> o o o o chefe da estação, que que falava, põe o café aqui, não tem tem, não tem não tem lugar, qualquer coisa. Então, ele levava uma uma uma... Hoje não sei como é que se chama
Era uma um... Propina. Ãn? Uma propina. Uma propina, um dinheiro extra.
um um um uma uma graça, <laughs> um agradecimento, qualquer coisa. <laughs> O O nome era esse. Então, o café ficava...

Hein? A gente vai começar de novo. Agora eu queria perguntar para o senhor como era a vida aqui no internato em São Paulo.
Como era a vida no internato?

Bom, aqui é o seguinte. O a a época que eu estou falando, mil novecentos eram muito importantes, porque a a a os pais que moravam no interior, ou em Mato Grosso, Minas Gerais, que vinham para São Paulo trazer os filhos também para São Paulo, eles não tinham onde deixar. Eles não podiam pôr numa pensão aí qualquer, né? já os colégios, tinham colégios aqui especializados em re em receber alunos, eles que moravam no próprio colégio. era, por exemplo, o Coração de Jesus. existe o Coração de Jesus. existe? no largo Coração de Jesus? Tem. E Então, esses colégios... Por exemplo, a f o colégio o Coração de Jesus tem uma farda branca.

com quepe e tudo, era um um f um, fardamento, talabarte e tudo etcetera. A minha colégio que eu escolhi, porque eu falei eu falei lá na Fazenda, olha, eu vou, vou para o São Paulo, faço questão de ir, mas eu quero ver o os prospectos. Cada colégio tem um prospecto. Uma Então, eu vi os prospectos, Vi a f a a farda mais bonita, que era a de um colégio aqui chamado Colégio Paulista, que ficava na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, logo onde começa a Rua Jaceguai. era o colé o Colégio E falei, eu não quero saber de Padre. Quero longe de Padre. Colégios Coração de Jesus, já era de padre, entende? Falei não. Então já. Meu pai falou, você escolhe, você vai para São Paulo. Então, já meu pai veio aqui, arranjou e me matriculou nesse colégio, colégio paulista, tudo. diretor de de desse colégio chamava-se Rocha Campos. tinha nada que ver com padre, nada, nada. Era todo laico, como se diz. Tudo, tudo. E E... E foi ali que... eu comecei a a fazer o ginásio. naquele tempo, o ginásio não era essa facilidade que há não Para você entrar no ginásio, você tinha que fazer um exame de de suficiência. um currículo, era um... como é que se chamava? o exame de... a daqui a pouco eu lembro. E é e era era obrigatório. O o Ministério da Educação e Cultura tinha, aqui em São Paulo, inspetores para fiscalizar tudo isso. Você vê que coisa, né, hoje <laughs> Então, o o o o esse inspetor que tinha três ou quatro, porque era poucos colégios, né? ele o o o o esse inspetor ia lá inspecionar o colégio. Mas ele ficava amigo do diretor do colégio, aquilo tudo. E nós também, por nossa vez. Enfim. Mas é era era era era era era o éh éh o internato era necessário por isso. Olha, vinha gente de Mato Grosso, você já pensou? Mato Grosso longe que é o fim do mundo. Lá no fim de Mato Grosso. gente para São Paulo. Vinha vamos dizer. e inclusive, quando chegava nas férias de junho, nós que morávamos aqui no estado de São Paulo, aproveitávamos as férias de junho para ir para casa, tudo, Mas esses que vinham lá de Mato Grosso não sa não tinham férias para eles. Porque ente entre pagar o o trem que ia até lá em Mato Grosso, em junho. voltar, já levava um mê um junho um mês de férias me só só nisso. a fa as famílias deles lá lá lá falou, não, não vem, fica aí. Então, eu passava as férias inteiras de junho. no colégio. tinha nada, não tinha aula, não tinha nada, mas estava lá <laughs> Mas é era um é num era era... Era mais ou me era era isso naquela
entende? E deixa eu perguntar para o senhor. Você falou sobre o trem muitas vezes. He hein? Você falou do trem muitas vezes. o trem. O senhor lembra de viagem de trem? Como era?
trem, naquele tempo era trem, que todo mundo falava trem aqui no estado de São Paulo, é a mesma coisa que na Europa, e era mesmo. trem? Pô, não queira saber o que era o trem. Primeiro porque a locomotiva antes, inicialmente, era de a vapor. Era locomotiva a vapor. Mas depois a a Paulista substituiu todos toda to toda a tração a vapor por eletricidade, entende? o trem, por aí você vê, o trem era O tinha aí dez, doze carros, carros grandes, confortáveis. Tinha primeira e segunda classe. Primeira classe e segunda classe. ainda tem uma ca uma classe especial chamada Pullman, que era o Pullman. Porque ali no Pullman todo mundo sentava como eu estou aqui. E ao passo que lá, na prime na primeira e segunda classe, era assim. Então, o Pullman era um era um... Todo mundo fachava extraordinário, Estrada de Ferro, sabe? É que tinde tinha ido passear lá na na na Europa voltava e falava, puxa, mas que coisa! nossa Estrada de Ferro paulista é igual àquelas de de... E era mesmo, viu? de da Europa. uma beleza, a Estrada de Ferro. Também só tinha estrada de ferro, porque não tinha estrada de rodagem, do automóvel nem pensar. era era um um um a o trem naquele tempo hum, era um senhor trem, tinha Toda. ia onde tinha um ia ia uma composição de trem para para Jaú, para Rincão, para Ribeirão Preto, ãh? Tinha um um restaurante Você entrava no restaurante e, logo que entrava já a cozinha já estava funcionando. A cozinha do restaurante. Era outro trem, e era outro carro de trem. Então O pessoal ia lá, tomava cerveja, <laughs> éh vinho, o que quisesse, mandava fazer o seu almoço, tudo. você já pensou, tudo isso dentro do trem. uma beleza aquele tempo <laughs> Todo mundo hoje falam o que era igual o esta a Europa, e era mesmo. Mas tudo isso mudou com aquela crise de vinte e nove, que começou nos últimos meses de vinte e oito Tudo isso acabou, entende? Uhn uhn Não havia mais dinheiro. A Paulista, por exemplo, diminuiu diversos horários, tudo. Enfim, começou mesmo a E a a gente sabia que no Estados Unidos também era a mesma coisa, entende? E lá estavam até passando fome, lá, os operários, tudo. A gente via fotografia que saía aí no jornal, que vinha de lá. Então, éh falava, puxa, mas nos Estados Unidos então toda aquela fila de trabalhadores na indústria, que era indústria e fechava, tudo, etcetera. faziam fila para ir comer comida que o governo oferecia. iam comer. Era Foi uma uma crise, que você não queira saber, eu te eu tenho a impressão que hoje no Estados Unidos eles não devem estar sofrendo lá muito muito a cr da crise, mas <laughs> naquele tempo foi lá que começou, viu? Foi era uma dureza, era duro, era duro.
E como foi para o senhor? Hein? Depois que o seu pai morreu, como foi para o senhor aqui em São Paulo, com a crise?
continuou? Ah, bom. Quando o meu pai morreu, a ele eles mandaram me mandaram aqui para o colégio interno. Me mandaram colégio que eu escolhi. Com os diversos prospectos, eu escolhi. Quero este aqui, porque tinha a farda mais uma farda bonita mesmo. E Coração de Jesus? Não quero saber. Éh de padre, colégio de padre, não quero saber. fui parar nesse colégio aí desse Rocha Campos. Era um colégio assim familiar praticamente, porque era pequeno, tem ao máximo uns cem alunos, tinha tinha Tinha os três estágios. Tinha interno, semi-interno e externo. interno era o que morava no co no colégio. O semi-interno era aquele que pa vinha de manhã, ficava no colégio, almoçava no colégio e de tarde ia embora para casa. Os pais vinham buscar tudo, etcetera. E tinha o externo, que só en vi vinha lá para receber aula e depois ia almoçar e jantar em casa. Então você vê que tinha três categorias, internato, semi-internato e externato. Você quer saber se...
Como que continuou a sua vida depois que o seu pai morreu? Ah
Aí você continuou morando em São Paulo... Eu estava no colégio. Eu estava no colégio. E o meu pai estava lá na fazenda. Ele ainda não tinha vendido a fazenda.

E, um dia, ele ele o meu pai ficou doente. Ele ficou com uma doença aqui chamada antraz. Tem uma ca uma uma uma doença, é um uma infecção, um tumor aqui na, que só dá nas regiões rurais, entende? Tá Na cidade não dá. o médico avisou, não tem cura, seu pai vai morrer.

E vai ser já, daqui a umas cinco, seis hora Aí, então, meu irmão resolveu telefonar para São Paulo para me avisar. tinha uma irmã também que morava aqui em São Paulo. Marido dela era funcionário do banco. meu irmão, então, de lá, telefonou para me avisar para ir embora imediatamente, uau para começo de conversa. Um telefonema de lá para São Paulo levava o dia inteiro. o dia inteiro, noite inteira, porque não era não era uma linha direta como tem hoje, né? tero cidade recebe o to o telefonema, passa para outra, a outra passa para outra, e quando chega aqui em São Paulo já passaram-se doze horas, quinze horas, tudo. eu me lembro que eu estava no colégio, no colégio, nesse colégio paulista. nesse dia, quinze de abril de mil novecentos e vinte e oito, vinte e nove uhn uhn, houve um um lá na igreja de São Bento, houve uma missa, era uma segunda-feira, uma missa de de réquiem por um... um diretor lá, que faleceu lá, um dos donos do do Colégio São Bento lá ele, aquele dia, aquela segunda-feira, era o dia de sétimo di sétimo aniversário da morte dele. O dia. dia, é o a missa de sétimo dia. me lembro que o diretor da do meu do nosso colégio lá, Rocha Nós começávamos tomando café às sete horas da manhã. Café com leite, pão, manteiga, aquela coisa toda. Me lembro como se fosse hoje. Ele apareceu um lado assim e falou... Maneco! Ele me chama de maneco. Maneco, manecão, qualquer... Ô, maneco! A vai vai E esto eram oito horas da noite. Meu irmão estava tentando telefonar aqui para São Paulo, para o colégio, para me avisar que o meu pai estava passando mal, já tinha falecido. Mas aí enquanto estava a não conseguia falar no, ele faleceu. Então, eu me lembro, ãh eram oito horas da noite, que nós estávamos tomando café, às oito horas da noite, antes de dormir. o o Rocha Campos falou, ó manecão, me chamava maneco, manecão, manecão, atende o telefone aí, tem seu irmão lá de Bica de Pedra, quer falar com você. Falei que será? O ele, no esse meu irmão, entende?

Vem embora para São Paulo, vem embora para Bica, porque o papai está passando muito mal. Ele estava falando, ele começou a falar às oito horas da manhã e só conseguiu falar às oito horas da noite. oito horas da manhã, ele está pas estava... Ele falava, o meu pai estava passando mal lá. Mas quando foi dez, onze horas, faleceu. à noite, ele não quis dar o dar o o a notícia do falecimento do meu pai.

Já fazia doze que ele tinha falecido Para você ver como é que era o telefone naquele tempo Telefone não era isso não. Aí eu falei, tá bom. Então, telefonei na mesma hora lá, aqui em São Paulo, para minha para minha irmã. E

Então, ele tinha telefonado para mim e para ela também. eu falei, e agora? Ela falou, olha, agora vamos embora. Mas, nos nos não sei o que está acontecendo. Só sei que pa s o papai está fazendo está falando está está está está está muito mal. Ele já tinha morrido fazia doze horas, entende? E a gente não sabia. Bom, lá quando me quando meu irmão conseguiu falar, ele não quis dar a notícia de do falecimento, né? Mas para você ver como as as coisas eram naquela. nós falamos, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um um um automóvel aí. Então vamos vamos lá es esperar che é encontra-lo com vida. Isso eram oito horas da noite. Minha irmã, meu cunhado, meu irmão tudo, que moravam aqui, era estudante também aqui, arranjamos um automóvel, um Dodge, carro grande, naquele tempo o Dodge era um carro grande, e ali enchemos de mala tudo. O dono até era um um primo meu, tinha vindo de Portugal e que meu pai tinha éh emprestado dinheiro para ele, para para comprar o carro, tudo. Tinha um um táxi aqui em São Paulo. ele falou, não, pode deixar, vamos embora. Eu uhn também ele falou também, então eu vou prestar minhas... sa saber o que que está acontecendo com o meu meu tio. tio dele. Nós saímos daqui, eram dez horas da noite, nesse Dodge. Dodge naquele tempo era um carro grande, bonito. Um carro de Todo mundo queria ter um Dodge porque era o... Era hoje se, era hoje o o naquela época, o o carro mais poderoso que que existia, entende? Eu falei Então, entramos no carro, com bagagem e tudo, saímos daqui de São Paulo às dez horas da noite. horas da noite. Ele pegou a estrada aqui, pegou a estrada para... Jundiaí. em Jundiaí, a estrada não não não não não circulava a cidade, não. a cidade. Então, chegamos. lá já meia-noite, meia-noite e meia. Hora saber.

E chegamos na cidade, Jundiaí. qual é a saída de Jundiaí para Campinas? Pergunta para um, para outro. Escuta, faz o obséquio. Ãh Per perguntava para o pessoal da rua, entende? Estavam tomando café lá, toman bebendo lá num bar. Qual é o caminho agora para sair para Campinas? ou outro. De repente um falava, olha, o senhor vai por essa rua, vira à direita, entra à esquerda, aquela coisa O senhor vai sair na saída para... Campinas. aí já perdemos meia hora, entende? outra vez no carro, quer dizer, continuou o carro. Quando chegou em Cam em Campinas, sabia que a entrada era aquela, entende? agora a saída para pegar o a estrada municipal? que ligava Campinas a Rio Claro? Puxa vida, você não queira saber o trabalhão que deu essa noite. um já uma hora da manhã o e nós ali no carro. E frio, porque era abril, quase em E, ent enfim, fomos a desse jeito e Erramos o caminho. Quando saímos de Campinas para Rio Claro, o o não tinha sinalização, entramos à direita, chegou a uns vinte quilômetros, fomos dar numa fazenda. Batendo palma, tudo. Dizendo ôh De casa. Ôh! Apareceu lá o dono. Disse Já era uma hora da manhã, Ele devia estar dormindo. Falei, escuta, qual éh qual é qual é a estrada aqui que continua para... Aí ele explicando Ele falou, então vocês voltem para trás, porque vocês entraram errado. Você veja que coisa. para trás e pega a estrada que vai diretamente. Aí Está muito bem. Fazer o quê?

<laughs> outra vez na na rodovia mu municipal. Estrada municipal. Não era não tinha pavimentação, não tinha nada. Era terra pura, entende? Terra pura. Ali, então, no continuamos a nós chegamos ãh, fo fo fomos dessa maneira, entende? Numa cidade para outra, perguntando qual éh a en a entrada da cidade, qual é a saída e tudo, né? fomos chegar lá na na Mi na na Bica de Pedra, Ao meio-dia, era meio-dia, me lembro como se fosse hoje. Meio-dia, sol quente, entende? E é que o meu irmão estava na cidade, tudo, lá na casa do meu cunhado, que morava na cidade. Ele estava até esperando, falou, eu estou esperando vocês aqui desde ontem à noite. Coitado. Aí, então, ele falou, olha, o papai morreu. Falei, puxa vida. que eu fiquei sabendo que meu pai tinha falecido, vinte e quatro horas antes tinha falecido na fazenda. Para você ver, telefone, era isso que você estava vendo. Então fomos até o cemitério tudo, lá na sepultura dele. então. Ele tinha sido. E o pessoal que os os parentes que ficaram lá e os amigos tudo, esperaram a gente até às oito horas da noite. Da da noite anterior Mas com o caixão no no cemitério, lá na na naquela casinha que tem assim Então, chegamos lá, tudo, Falaram, olha, ele foi enterrado Esperamos até as oito horas da noite. Vocês não vieram. Uhn Fomos obrigados a enterrar. Mas para você ver as dificuldades, como é tudo era difícil naquele tempo. Não havia não Não havia estrada. Quer dizer, havia estrada, <laughs> havia telefone, mas nessa desse jeito que você está sabendo. De maneira que a minha vida, eu conheci este estado naquela época. Eu estou Estou con eu estou contando, não é por ouvir dizer, <laughs> é porque eu vivi aquilo, vivi aquilo tudo. vê como era diferente.

Mas depois deu um trabalhão, tudo foi trabalhoso, porque veio a crise, na mesma hora em que o meu pai faleceu, no mesmo dia, mesmo ãh, começou a crise, a crise de do café, a gente falava crise de café, <laughs> mas a crise era em Nova York, mas estava aqui. Pegou toda a região cafeeira do de São Paulo. Pegou o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Então, você não queira saber o que era crise, o que foi aquela crise. Nossa Me lembro que eu é é, nessa é ne nesse momento da que o meu pai já ti tinha falecido, faleciam seis meses, mais ou menos, oito meses, lá na cidade. Então, a minha mãe já morava na cidade, na casa que meu pai tinha mandado mandado fazer. Ele nem chegou a morar nessa aí. E eu me lembro, a a a crise, não havia crédito. se seis meses antes da crise, os fun os os o o os o os donos de casas comerciais, lá na Bica de Pedra, vinham oferecer uhn crédito para minha mãe, ela estava viva.

Então, pode comprar o lar, crédito, tudo, etcetera Tal não tem problema, não. o açougue, era o o to todas as casas comerciais. Iam lá era ofereciam crédito. Tem lá os tem crédito lá, tudo ãh Mas quando começou a crise, de um dia para o outro, esse tal de crédito acabou. <laughs> Eu me lembro que a minha mãe tanto falava assim, fulano, vai comprar uma caixa de fósforo aí na no vendeiro aí na o empregada ia, Voltava, falava, ele diz que de só só dinheiro. Minha mãe falava, mas para comprar uma caixa de fósforo? Me lembro a minha mãe, ele ela não entendia nada, coitada. Para comprar uma caixa de fósforo. Éh Ele falou que não não entrega se não for dinheiro. Nós sempre tivemos crédito nessa cidade. Seu pai isso seu pai era trabalhador e, mas isso tudo era era coisa do passado. Naquele momento em diante era tudo diferente, era crise, não se vendia nada, nada a crédito. o crédito, acabou. E ia no banco, o banco a mesmíssima coisa. O gerente do banco falou, olha, <laughs> não tem crédito. Se vocês tivessem a fazenda ainda, tudo, a gente podia dar um jeitinho aqui, tudo, mas venderam a fazenda para outros aí, tudo, exata Nem a garantia que vocês tinham. o dinheiro. Mas o dinheiro vocês aplicaram. Seu pai éh emprestou esse dinheiro para fulano, para cicrano, com o obrigação dele pagar juro, ele pagou juro Mas no momento que veio a crise, acabou. Puxa, você não queira saber.
E o senhor passou a viver em Bica de Pedra de novo? O senhor viveu em Bica de Pedra de novo, então?
em Bica de Pedra em Bica de Pedra e parte em São Paulo, né, porque eu estava interno no colégio. De maneira que, o quando chegou as férias, as férias naquele tempo tinha férias em junho, que era o mês de junho inteiro. e tinha féri as férias de fim de quatro meses do fim do ano, que começavam em começo de novembro, ia novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, reiniciava em março, primeiro de março. então, <laughs> quando essa crise veio, me pegou aqui em São Paulo, no colégio. Então todo mundo falava em crise, crise, e os alunos lá, <laughs> Brincavam, entende? Um um Um falava para o outro ô, eu onde você comprou esse chapéu? Ah ah Mas com essa crise, você comprou esse chapéu? Ele falava isso brincando, mas a coisa era é que ele era estudante, era um não sabia nada, entende? Do que estava acontecendo, só viu ouviu falar em crise. Mas, então, você vê que Foi uma uma época dura, essa tal de crise de mil novecentos e vinte e nove. até ia escrever um livro sobre isso. Quem é que vai se interessar em <laughs> comprar essa esse livro sobre a crise de nove? Todo mundo está interessado agora. É ou não? foi não foi brinquedo, não. Você não queira saber o que foi a crise de vinte e nove. no interior, os trabalhadores foram perdendo emprego. entende? O trabalhador de fazenda, tudo, entende? Os colonos de fazenda. foram. Fazendeiro ia falar olha, eu não tenho mais dinheiro para pagar Então, eles saíam procurando emprego. me lembro quantos deles não apareceram lá na casa do meu cunhado, na fazenda do meu cunhado. uma fazenda grande. Eu vim ver se podia dar ãh dar um auxílio, qualquer coisa, etcetera, pá pá pá Não tem. Não tem dinheiro nenhum. não tinha mesmo. Não tenho dinheiro. Bom, mas... Não tem um prato de comida aí? Bom, aí tem, mas não tinha também. Então, minha minha irmã, por exemplo, chamava o empregado falava, olha, faz arroz aí, aproveita aquele feijão do almoço, faz arroz tudo, e faziam um arroz com feijão. O homem comia tudo Você vê que não era a não era bem... Aqui em São Paulo, eu eu via, Todo mundo, todo pessoal, aparecendo lá na na porta do colégio, pedindo auxílio. Puxa, você não queira saber, o desemprego, desemprego foi terrível, desemprego. porque no a indústria praticamente não e não existia ainda aqui Existia u uma uma indústria incipiente, como se diz, no começo da industrialização de São Paulo, mas pouca coisa. que va o que valia mesmo era o café, era o dinheiro que Nova York pagava pelo café. Mas aí, até as casas comissárias em Santo entraram na crise e perderam também, fecharam o diabo, porque elas adiantavam dinheiro para os fazendeiros. através do do do do dos corretores da da casa comi comissária e iam pelo interior comprando café. Mas o café, muitas vezes, ainda estava na árvore, nem estava colhido ainda, já estava sendo vendido pelas casas-comissárias. a casa-comissária, quando veio a crise, falou, puxa, o que que eu vou fazer? paguei isso tudo, esse café, eu vou receber o café que não vale nada. não valia nada, o café ficava parado em Santos. nos depósitos, nos de Santos, porque nem em Nova Iorque não se comprava mais café, entende? Foi quando tiveram as queimadas? então, o o o o governo, naquele tempo já era o Getúlio, ele já tinha sumido com a Revolução de trinta. Então Falaram para o Getúlio, olha olha o pessoal do Getúlio, Oswaldo Aranha, aquele o staff do Getúlio falou é bobagem. Banco do Brasil querer ficar co com é com as fazendas desses fazendeiros quebrados. Ele uhn o Banco do Brasil vai ficar com todas essas <laughs> fazendas do Brasil inteiro? Entende? E sem tirar v vantagem nenhuma?

E o que que adianta? Então, uhn o Banco do Brasil, aí o Getúlio pensou, pensou, falou espera um pouco. O No Estados Unidos, Roosevelt tinha criado também uma situação para ajudar os trabalhadores, entende? New Deal, o novo nova situação, vamos dizer, novo novo novo nova política, New Deal. largando dinheiro do governo, entende? Para para aquele pessoal desempregado, entende? para eles comerem. E uhn o Getúlio pensou a mesma coisa, entende, aqui. <laughs> Como é que o como é que o Banco do Brasil vai ficar com agora com todas essas fazendas do Brasil na mão? Éh é uma loucura. o Getúlio pensou, pensou e inventou então um New Deal aqui para o Brasil chamado Reju Reajustamento Econômico. Então o reajustamento econômico era era era o seguinte, todo o pessoal que devia para o Banco do Brasil, os fazendeiros, aquilo tudo, que eles deviam para o o Banco do Brasil, aqui, e todo o pessoal que, então suspendeu. O Banco do Brasil não não não não executa mais ninguém. Mas Mas não era só não executar, eles também estavam sem dinheiro. Então foi obrigado o reajustamento econômico que correspondia ao New Deal no Estados Unidos, o rea reajustamento econômico. nome era esse, reajustamento econômico. Então o fazendeiro uhn ia ia no Banco do Brasil, ele fazia tudo a isso que você fez aí agora, o nome da fa da fazenda, quanto vale, tal, essa coisa toda. Aí, então, tinha o cadastro do Então, ele concorria ao empréstimo do governo federal. Um empréstimo que o governo federal fazia para todo mundo que estava em situação difícil. o tal de reajustamento econômico. Estava lá.

Então, eu até me lembro que a a gente pegava jornal, Estava lá, reajustamento econômico, processo número tal de Bica de Pedra, ou de Jaú, ou de Bauru, qualquer coisa, entende? Concedido, reais, re reais, reais. naquele tempo era real, não era não era... Era era é réis, era réis, real, né Concedido, tantos reais. mil, dois mil, cinco mil, qualquer coisa. Quer dizer, o Mas o governo ficava, o indivíduo recebia o dinheiro do governo para ele ir tocando a vida dele, aquela propriedade, aquela coisa toda. Mas o governo tinha o direito depois de se ele não